Boa tarde.

Você nasceu onde e quando?

Embora a minha data de nascimento, que conste da certidão, seja doze de novembro, por erro do cartório.
Mesmo? Mas é é co como é como é que foi essa história?
Essa história interessante até, porque o papai, como meu pai foi me registrar, inclusive sem avisar minha mãe, né, escolheu ele mesmo o nome. no cartório, segundo ele, o oficial de cartório bebia mais do que qualquer <laughs> coisa, e ele foi dando os dados, ele passou já numa fo no formulário de certidão todos os dados, data de nascimento, e depois se tomou nota em algum papelzinho à parte para registrar no livro, né, de registro civil.

Foi uma decisão particular dele, não de família. foi assim que aconteceu, né?

E você sabe dizer qual seria outro nome que a sua mãe gostaria?
sim. avó da minha mãe se chamava Gabriela, né? e ela queria que eu que eu tivesse esse nome, mas não teve. Minha mãe era bastante submissa, aquela mulher às antigas, né? Que é achava que a deci decisões pertenciam ao homem, né? marido. não. se preocupou em discutir com ele, o que eu já fiz com meus filhos, com meu marido, né, éh que nome teriam os filhos. decidiu todos os nomes, né, dos oito filhos. E foi comigo a primeira, né, eu sou primeira filha.

Por que, Gabriela? Ah, é o nome da minha avó, de que eu gosto muito. éh ela nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela devia mesmo se chamar Maria Aparecida. Foi assim que eu resolvi. <laughs>

Joaquim e Maria.

Então, ela é conhecida até hoje como Dora.
o nome dos seus avós?

E a atividade profissional dos seus pais?
Dos meus pais, até a grande parte da vida deles, dos an minha mãe era dona de casa, uma boa parte da vida do meu pai era produtor rural, ele tinha fazenda, depois ele foi para a cidade e passou a ser comerciante. Quando nós entramos em idade escolar, os três primeiros filhos, somos oito, como eu já falei, mas quatro nasceram na cidade, quatro tinham nascido na fazenda. E, como tal, ele se aposentou e não, vendeu a fazenda, porque era uma fazenda enorme, mas os pais éh tinham muitos filhos também. Então, quando morreram, os pais foi dividindo e aí pronto. Essa fazenda hoje está retalhada na mão de terceiros, nem de ninguém, só de um um tio que tem ainda uma parte da fazenda.
O seu pai, ele foi comerciante em quê?
ele era comerciante de carne, porque como ele trabalhava com pecuária mesmo, né, com bois, ele se sentiu melhor em trabalhar com casa de carne.

Ele conhecia bem o assunto. E também como ele trabalhou com, teve um lanchonete, teve bar e restaurante e lanchonete também num espaço de tempo. Dez anos, o restante foi comerciante de carne.
a sua mãe, qual a atividade
Dona de casa exclusivamente, cuidar dos filhos, da casa, aquela coisa, né, muito comum na época, né? A mulher não tinha espaço no mercado de trabalho e nem tinha. Aliás o curioso é bom até dizer que a minha mãe não tinha, ela foi insatisfeita, ficou insatisfeita com isso porque ela queria estudar, ela queria ser professora. o meu avô dizia, estudar para quê? Se é Para casar e ter filhos, não precisa saber nada. Então, ela se conformou mesmo, aí o O traço principal dela. É hoje ela vive num internada numa clínica porque ela sofre de Alzheimer. meu pai faleceu já. E ela tinha uhn éh vontade de estudar. Ela ahn gostava muito do do magistério, queria dar aula, porque ela via gostava da professora, que era uma professora que, naquele tempo, assim os fazendeiros faziam. Colocavam uma espécie de professor particular em casa para ensinar os filhos e ensinavam os filhos dos vizinhos. ela queria ser professora, mas o meu avô disse que não, porque ela ia se casar e ter filho. Para que estudar? O meu pai aconteceu. mais ou menos a mesma coisa. queria muito estudar, mas ele era o primeiro filho e tinha que tomar conta da fazen da fazenda. Então, também fez um curso primário assim particular na fazenda. E na no ambos não fizeram éh nem o prim nem po o pri ahn o fundamental formal, que naquele tempo era primário, né, curso primário. fizeram os, não fizeram, por conta das atividades da família que não consideravam os estudos como uma parte importante. Meu pai, embora quisesse, ficou reservado aos mais novos. irmãos mais novos estudaram, como da minha mãe.
E a sua família é de Pederneiras mesmo?
todinha dos dois lados.
Tem alguma ascendência anterior? Éh só
sim. Meus avós maternos eram mineiros. Então, meu avô era de Aiuruoca, Minas Gerais. Tanto que tem estudo genealógico éh da família Arantes, que era a família do meu avô. Então, e os e e tamb os os meus avós paternos eram daquela região, mas também o meu bisavô veio de de Minas Gerais, só que eu não sei a região. Então, nós somos os mi os paulistas que fomos para Minas e voltamos para São Paulo. <laughs> E
você passou a infância em Pederneiras?
Eu passei a infância, a primeira infância na fazenda em Pederneiras, né?
Até que idade?
até sete para oito anos. Que pai resolveu esperar que a minha irmã completasse sete para ir para a cidade, para que na gente frequentasse a a escola, né? Foi ele, então ele foi para Por isso que ele resolveu se tornar comerciante. Então ele vendeu a fazenda. E foi para a cidade e montou um negócio. nós éh para ir nós íamos para a escola. quatro, né, Três mulheres e um o quarto era homem. Depois, os outros todos eram homens. fomos para a para a escola primária em Jaú. já não em Pederneiras mais. A gente mudou de Pederneiras para Jaú, que é uma cidade próxima. aí, em Jaú, a gente se... F eu estudei até o segundo grau. Minhas irmãs, meus irmãos. é que fomos saindo de lá.
E e as lembranças dessa infância na Fazenda? Do que que você se recorda? Como é que era a sua O que que você fazia? Ahn na fa é
Como eu saí de lá com seis, sete anos, eu me lembro alguma coisa assim. nós tínhamos uma éh aquela vida mesmo de fazenda em que, mesmo com uhn seis, sete anos, a gente já era mulher. incentivada não, obrigada praticamente a ajudar nos afazeres domésticos. Tínhamos tempo pouco tempo p para brincar, mas brincávamos. Lembro de um cachorro que a gente gostava muito, que morreu atacado por um policial. A gente brinca muito com esse cachorro. A gente tinha uma cer uma liberdade, sim, né? Embora alguns momentos ajudássemos. Mas eu era mais velha, as minhas irmãs eram pequenininhas, mas brincávamos. Éh Coisas que nós mesmas inventávamos. Minha mãe fazia alguns brinquedos para nós. Mas minha, no nos natais, meu pai comprava uma boneca, geralmente, uma boneca simples, que a gente acabava perdendo, porque eu ne só guardei depois uma primeira boneca que eu ganhei quando eu fui para a cidade, que eu tenho até hoje, né? Nossa! É está lá e aí if a minha filha disse que vai ficar para ela. <laughs>
Tem nome essa boneca?
eu me lembro da né dé de não ter dado nome, porque não era uhn naquele não tempo não ti não havia esse costume, era a minha boneca. Então, eu queria que minha mãe fizesse roupinhas para ela, mas a minha mãe não fez, porque não tinha tempo, oito filhos, né? eu brincava mui Então, tinha o brinquedo com a boneca e os brinquedos. eu lembro uma uma cena marcante da minha infância foi tomar leite tirado na hora. Eu e minhas irmãs pequenininhas, ainda de camisolinha, de de de no no f bem cedo, de de flanela, nós íamos com uma canequinha, que a minha mãe colocava Toddy na canequinha de alumínio, íamos ahn, o meu pai ordenhava a vaca diretamente na caneca, e a gente vinha tomava aquele leite, né, que ainda estava quente, né, or ordenhado na hora, e num cantinho da casa onde batia sol, no céu das sete da manhã, mais ou menos, toma <coughs> tomávamos o leite com eu e minhas duas irmãs. Depois, tomávamos um café mais completo dentro de casa, não é? E aí Brincávamos, ajudávamos no que fosse possível. E A fa a as famílias eram muito grandes, a gente visita muitos parentes, então vida social era entre os parentes. os primos, primas mais, né? O meu pai era o filho mais velho. não era mais velha, mas aí sim a gente tinha uma convivência com os meus primos do lado materno e muito mais com o parentes até entrar na escola, né? Uhum Depois não, aí a gente fazia amizade na escola. Tinha várias amizades. Minutinho.
O Saci, né?

Minha mãe que contava. história para nós, né, da... Contava histo é tinha umas histórias que ela contava sempre para nós enquanto ela costurava Ao redor dela, ela contava histórias. algumas éh uma eu lembro que era, éh eu não não lembro bem das histórias, deveria tere deveria ter registrado, mas ela contava não muitas, ela não tinha um repertório grande, né, ta Contava três, quatro histórias e a gente pedia para repetir as mesmas sempre, né, e falava. E dos costumes e das crenças, né, das len das éh na exis que existia o Saci mesmo e assombra contava histórias aí Eu adorava era a minha avó materna contar história da assombração, não é? minha mãe contava história de contos, né, contos de fada, e dizia que ela costurava até altas horas. dizia que às vezes um assobio Não tinha luz elétrica na fazenda. Muito forte uns subidos que era o Saci, né? Passava por ali. E ela acreditava nisso, né? Que era o Saci. Não era qualquer uma ave noturna, né? Devia ser, mas a mamãe achava que era o Saci passando por ali, então já era dela é hora dela ir dormir, ela, né, recolhia as coisas todas e ia dormir. E, quando a gente né éh ia para a fazenda, nós moramos numa fazenda, íamos para a fazenda dos meus avós m maternos, íamos para as os avós paternos e maternos, né? Passávamos alguns períodos de festas, né, festas familiares, de fim de ano, Natal, aquela coisa toda era sempre com a família. e a avó preferida era a mãe da minha mãe, porque ela reunia os netos todos ao pé do fogo de noite e contava histórias de assombração. Então a gente vibrava com as histórias de assombração, <laughs> adorava ouvir, depois morria de medo, né, na hora de dormir, mas aí os primos todos, isso na época de Natal, ou então quando a família se reunia para algum evento familiar, então os primos todos se reuniam em volta da ia em torno da minha avó, e ela tinha um espírito muito... assim, alegre, a mãe da minha mãe. Ela era bastante desembaraçada, falava, era uma a avó que marcou muito,

A Gabriela ou não?

muito alegre, recebia as pessoas. E a minha mãe é um é o oposto totalmente. Minha mãe é extremamente fechada, depressiva, tanto que eu acho que Alzheimer tem um pouco a ver com isso, e tem mesmo, né? Uma pessoa quieta no canto dela, não abri não submissa ao extremo, a vontade do meu pai era lei.

mãe dela era totalmente diferente. Ela chamava os netos, chamava a atenção se a gente aprontava. Claro que a gente aprontava, mas nunca nós nos sentimos éh mal na casa dela. Nós senti muito à vontade, adorávamos ir para lá, os primos todos. ela reunia a gente para contar a história de assombração, a história da... como ela conheceu o meu avô quando ela tinha quinze anos, treze anos de idade, casou com catorze, né? O E e ela contava a história da vida, Ela era um papo muito bom, que reunia pessoas em torno dela.

Nós aprontávamos, claro, fazíamos as nossas estripulias infantis, e ela chamava atenção. dizia que criança não tinha a vez, não nos é deixava que chegássemos perto dos adultos, porque conversa de adulto era de adulto e criança que fosse brincar lá fora.

A conversa, assim, t fluía bem. Criança entrava, saía, ela conversava com o adulto. a criança chamasse atenção, ela dava atenção. enquanto que a... Então, houve essa diferença muito grande. Essa minha avó paterna era controladora, ao extremo da nossa vida. Dizia que a gente... Para mim, ela dizia que eu não devia... Terminei o curso de magistério, passei a dar aula e queria fazer faculdade. Ela disse que eu não tinha nada que fazer faculdade e sim pagar o estudo que meu pai tinha me dado. Fazer Aí muito eu não deixava barato, eu respondia. como? Pagar o estudo que meu pai me deu. e minhas irmãs ganhamos esse estudo, porque papai tinha bar e lanchonete e restaurante e a gente ajudava. A gente... Todas ali, me eu e minhas irmãs, meus irmãos eram menores, né? Uhum. a servir no balcão no caixa, faltava garçone gar garçom, a gente substituía, ajudava na cozinha, cozinheira, e ajudava a se ahn a servir lanches, essa coisa toda. Então, ué, ahn meu pai não pagou isso tudo, nós ganhamos. Eu respondia e eu era a neta mais mal criada que havia. <laughs> Porque eu falava o que eu pensava. Estudei, fiz e fiz o curso pagando o meu curso, né, de serviço social em Bauru, eu dando aula em Jaú, eu pagava meu meu curso. Porque meu pai éramos oito filhos, professor de biologia, aliás, eu adorava, queria fazer a biologia, não era serviço social. E meu pai e não tinha... que eram oito filhos e eu a mais velha. professor de Biologia esteve em casa para dizer ao meu pai que deveria me deixar fazer Biologia em Araraquara, que era USP naquele tempo. Uhum Depois é que f que passou quando foi criada a UNESP, passou a ser ligada à UNESP. no meu tempo, era ligada à USP. Era um campus isolado da USP. E eu queria muito, meu sonho era fazer biologia em Araraquara, que era pertinho de Jaú, setenta quilômetros por aí. Uhum. meu pai falou para o professor que ele não tinha condições de me manter em Araraquara. Como é que ele iria é no a faculdade era pública, mas ele não teria condições de me manter lá, né, pagar um pensionato, uma pensão, sei lá o quê um, e alimentação, tudo. Então daí Porque tinha mais sete filhos para es criar e estudar. E eu não tive também a iniciativa, como eu depois eu vi várias pessoas fazendo. Não, eu vou dar aula particular, vou me virar, arrumar um emprego de um sei lá que tipo de emprego, né, para me manter. Eu não tive essa ideia. Então, mas aí o que que aconteceu? Fui ah, bom, vou fui fazer serviço social até por indicação, por sugestão de uma inicialmente de um amigo e de umas amigas lá da da cidade mesmo que foram fazer antes. Fui fazer serviço ao social em Bauru, porque dava para eu. Eu estudava de manhã, sim saía seis horas da manhã de de Jaú, entrava às sete na faculdade. Quando era meio-dia, ahn sai das das sete às onze e meia, por aí, chegava uma uma e e pouco em casa ainda ia dar aula como professora substituta. Depois, à noite, eu dava aula também como professora de de supletivo, de adulto. E consegui estudar para a faculdade, fazer os trabalhos, fazer isso aquilo, das dez às duas. Uhum. Das dez da manhã Das dez da noite à meia-noite e duas horas da manhã eu levantava às cinco. a cinco e meia, seis horas, éh, foi uma Foram três anos, quatro anos terríveis aqueles. Puxados, né? Puxadíssimos, né? Mas assim, eu consegui me formar. Uhum. E os meus irmãos e minhas irmãs também fizeram pedagogia. Elas ficaram sempre na área do da educação. uma delas já faleceu, mas éh a o meus irmãos, só um deles, dois concluíram faculdade porque não tinham a mínima vontade mesmo de estudar. E doi um se formou em São José dos Campos até porque eu estava já éh nessa altura, eu estou até p pulando a minha adolescência, mas ele acabou indo para lá estudando lá por minha influência, eu ajudei o ajudei lá lá, né? Mas eu fiz assim toda a adolescência ajudando ao mesmo tempo que estudava, trabalhava em casa. aí fui fazer faculdade do jeito que eu falei e ter concluí a faculdade. E também consegui ingress éh fazer concurso público para o magistério. Aí eu vim para São Paulo. Quando eu fiz concurso público, fui aprovada, e mas não tinha terminado a faculdade ainda. Estava no quarto ano. E como como conciliar meu quarto ano de magistério, aliás, perdão, de faculdade com ahn a a o emprego que público que eu acabava, né? Uhum. De ser de ser aprovada. Então eu, foi aqui em São Paulo que eu fui éh ser nomeada para professora, né, de primeiro grau, né, que era até a primeira a quarta série, e e tinha que terminar a quarta sé transferência para o quarto ano de serviço social em São Paulo, e no quarto ano não se não não é o não se dá transferência. Não sei se ainda é assim hoje, mas naquele tempo era. E aí eu não queria terminar de, né? Deixar de fazer a faculdade. Claro. O que que eu consegui? Eu consegui uma coisa maluca, né? Que foi, né? Conversando com o diretor da escola onde eu dava aula, eu estava com uma primeira série, né? falei, se você fizer o seguinte, eu não que não é justo que você não conclua a faculdade, que você fez até o terceiro ano, estagiou, né? Eu tinha que fazer trabalho de conclusão de curso, tudo. Eu passo você para auxiliar, né, de para de adm é a assistente de direção. Uhum. Éh Não ganhava nada, só serviço, mas, aí você vai poder trabalhar dobrado nos dias que você estiver em São Paulo e Porque eu tinha fa a faculdade era três vezes por semana o último ano, terça, quarta e quinta, né? tinha que fazer o estágio também, fazer o o tê cê cê também. Era. livre você, segunda-feira é, a aula tinha, terça, quarta e quinta. você trabalha de manhã. aqui na escola, leva todo o serviço, porque não era informatizado, né? Eu tinha que levar folha de pagamento, frequência para as delegacia de ensino, eu levava, fazia o ficava até além do horário, depois levava, chegava em casa no final da tarde. Eu tinha eu ia para a faculdade de terça e quarta ou quarta e quinta. Uhum. Só fui duas vezes por semana. Tive que fazer a segunda éh fiquei... e não f não não era dê pê por falta naquele tempo, não era isso. Eu fiz outros exames por não ter completado a frequência toda do quarto ano de faculdade éh em duas disciplinas. Nas outras, a como eu ia sempre segunda e terça, e ou terça, aliás, terça e quarta, ou quarta e quinta, de quarta-feira eu livrei. Mas a de de terça e quinta, eu consegui fazer só meio período, a me metade, por cento. Porque faltou um pouco, porque eu até eu resolver isso, já tinha começado as aulas. E aí, eu f sempre perguntando, escuta, secretaria da faculdade, serviço social é necessário para fazer exames e não perder. A faculdade, éh porque não tinha dê pê, você tinha que prestar novos exames, éh além de concluir, apresentar o trabalho de conclusão de curso, defender esse tra éh em uma banca esse trabalho. A secretária falava que era quarenta por Eu falei, mas não é direito. Direito é por cento. Eu faço serviço social, porque funcionava junto com a com a Faculdade de Direito em Bauru. Uhum. Na duas aulas para terminar. Uma semana para terminar as aulas. por cento. Eu

um pit, quase não, tive um piti <laughs> na faculdade. a direção... É bastante preocupado com o fato, e eu tinha je sido aprovada no tê cê cê com louvor, já tinha conseguido, fe eu fiz na serviço social escolar em Jaú. Trabalho com alunos carentes, né, com alunos de baixa renda. Eu fazia um trabalho social com eles e ainda ajudava a minha prima a fazer o tê cê cê dela, que era com recriação, né, o Direito ao desfavorecida economicamente, então nós f eu escrevi o meu tê cê cê e o dela. Isso é uma coisa desagradável de falar, mas ela não estava nem um pouco preocupada e ela me ajudava a fazer levantando dados, né, na pesquisa, tudo. Ela ajudou, ela fez a pesquisa, mas não escreveu o tê cê cê dela. Eu escrevi o meu e o dela. E então, depois aí nós fomos éh f fui a fomos aprovadas, tudo, mas aí faltava frequência para eu concluir. Uhum. eu teria que frequentar o quarto ano inteirinho sem precisar fazer tê cê cê. Sim. eu tive um piti na faculdade, passei mal, quase que eu tive... E aí veio diretor reitor tudo para saber o que estava acontecendo, porque eu chorava desesperadamente, Porque eu passei. O que que eu fiz? Viajava de trem de São Paulo para para Jaú, saía às segundas ou terças, tomava um três, quatro da tarde chegava às dez da noite sem comer, porque eu não tinha dinheiro para Eu comprava um <laughs> pacotinho de de biscoito de polv polvilho, que era onde o dinheiro dava. E para poder chegar e fazer a faculdade, no dia seguinte fazer a faculdade ia fazer o estágio ainda lá na na na escola. Porque eu continuei com o estágio, quando terminar o a pesquisa, né, da situação sócio o mapeamento socioeconômico dessas famílias, éh éh das crianças que eram atendidas pela chamada Caixa Escolar, que era ca uma uma instituição de ajuda às crianças que não tinham meios para... nem para adquirir material escolar, nem para di adquirir uniforme. isso está tudo resolvido, mas naquele tempo não estava. a escola pública era a melhor, não existia nem particular, então, mas assis recebia os alunos com dificuldades econômicas com bastante, má vontade até, né, e E eu, como assis futura assistente social, tratei de te de tentar mudar isso. E aí, para eu terminar o <laughs> meu curso, foi uma tragé foi uma o o epopeia mesmo para éh, quando aí a um um professor de sociologia, que fechava a frequência em toda aula, assim, ele contava que lá na faculdade é muito comum, um assina pelo outro, um assina pelo outro, né, para ter frequência, isso até hoje é comum. Eu mas na esse professor nem tinha... O ou o Bedel passava, ou então deixava a lista na primeira com o primeiro aluno, um ensinava pelo outro. Acontecia desde aquele tempo essas coisas na faculdade. E Mas esse professor de so, de que foi de Política Social, Sociologia, Psicologia So éh éh.. E ele sabia que era que eu estava em... E me e me viu me viu aos prantos, desesperada, tendo um piti Por sorte, Ele uhn contava os alunos, né? Se eram vinte alunos, tinha que ter vinte assinaturas, né? tivesse mais do que ele aí, fazia a chamada e né... Não considerava aquele que tinha é e ainda... Na verdade, não considerava nem do de quem tinha assinado. Mas ele, por duas aulas, que equivalia dois dias que equivaliam a quatro aulas, ele simplis ele éh esqueceu de assinar a lista, de fazer a frequência, era final de ano mesmo, né? Aí ele f, espera aí, vá buscar as duas ú últimas listas de frequência. Chegou lá e assina aí O professor mais cri-cri da faculdade. Eu assinei e ainda tive que dar um cano na escola aqui. Faltei uma semana, semana de prova, que eu tinha que estar aqui para ajudar dar as provas, que eu era assistente de da direção. para avisar que eu estava com problema para completar a frequência, ainda para ir para a segunda chamada, que era em janeiro. não eu não conseguiria concluir em tempo. E assim que eu consegui concluir a faculdade, a duras penas, e ch e fiz o o exame de segunda chamada de Pro Política Social e Psicologia Social. Foram as duas m matérias que eu não consegui frequência suficiente. professores nem sequer olharam, né, já me deram... Eu vou dar a média do que você teve aí durante o... Ahn você ti você tinha mais ou menos oito, nove... Oito, oito e meio que eu vou te dar, os dois, né? <laughs> Me deram oito e meio, nove e assim eu f acabei conseguindo concluir o curso de serviço social e vim e pres e vim para São Paulo. Eu já estava dando aula aqui e aí eu soube de um concurso na secretaria, que se chamava de promoção social, que estava sendo criada. prestei o concurso. E fui, comecei a trabalhar como o, aí eu me afastei por sem vencimentos do magistério e comecei a trabalhar em São José dos Campos. Aliás, inicialmente Jacareí e foi onde eu me aposentei.

Mas antes disso, a gente precisa voltar um Tudo bem. Tá?
Eu falei da vida escolar. <laughs>
Não, sem problema. Éh Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa passagem da da fazenda para a cidade, porque essa o primeiro contato foi escola, como é que como é que foi?
foi intere foi interessante, porque a gente morava na fazenda, era uma outra realidade, a fa cidade, embora não fosse grande, mas você tinha vizinhos, você, né, então foi um pouco es foi um certo estranhamento de início, mas aí a minha mãe levou nos para es para, eu lembro até hoje, nós nos mudamos para a cidade, cerca de quinze dias antes do início das aulas, né?
Pederneiras, foram para Pederneiras. Jaú.
Nós já a fazenda era em Pederneiras, né, mas nós mudamos para Jaú, lá que meu pai foi ser comerciante. E aí nós fomos, minha mãe nos levou para a escola, que nós não sabe nós éramos nós três. mais nova foi para o pré. Para a pré-escola, eu e a mais e e a do meio, fomos para a primeira série. o meu pai, na fazenda, já tinha praticamente me alfabetizado. Porque ele iria ia para para a não cidade, no distrito vizinho, comprava jornal todo dia, que ele gostava de ler, e eu, muito curiosa, queria ver o que estava escrito. Ele me dizia, lia para mim, ele pedia para eu escrever em letra cursiva, eu copiava, e ele acabou me alfa alfabetizando. alfabetizada na escola, embarcou oito anos. É porque, naquele tempo, não havia essa possibilidade de você fazer os exames e já passar para a segunda série. Sim. já tive que frequentar a primeira série mesmo, né? Primeiro ano primário, que era como se chamava naquela ocasião. Então, eu fiz o éh... Mas a minha mãe nos levou às três, que a o a mais nova, que tinha seis anos, ia para o pré eu oito a outra de sete para a primeira série. Ah nenhuma ideia de que era um ambiente totalmente novo. Uma coisa nova que podia ser assustadora, né, para nós, a mamãe nos largou, as três, no pátio da escola, e foi embora. Advinha ver o que aconteceu? três abrimos o maior berreiro, né, <laughs> porque nós nos vimos. Três crianças, né, que tinha fazia quinze dias que tínhamos chegado da fazenda, mal conhecíamos vizinhos, tímidas, né, bastante caipirinhas mesmo, né, porque nós éramos morávamos na fazenda, e a minha mãe, sem nenhuma malícia mesmo de pensar que nós Ela achou que as professoras já iriam nos assumir e nos levar para a sala, mas ela não esperou, nem falou com a professora. Essa cena não sai da minha cabeça nem das minhas irmãs, né? E e nos deixou ali e quando nós nos vimos, no meio de um monte de crianças, de professoras, de pessoas desconhecidas. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? três abrimos um berreiro, né? Aí ps professores já pensavam o que que estava acontecendo. Minha mãe é... Mas cadê sua mãe? Porque todas as crianças estavam acompanhadas pelos pais ou por algum irmão mais velho. Nós não, só nós três. Cadê a sua mãe? Tem alguém com vocês? trouxe? Não. Então esse foi um um ahn um inci início traumático de Mas aí as professoras nos acalmaram, nos agradaram, né, foram buscar um lanche, alguma coisa assim. Nós entramos na sala e daí para frente foi natural, íamos sozinhas para. assim, é nós morávamos a umas cinco quadras da escola. Nunca mais ninguém nos levou para a escola. Foi a minha mãe no levou no primeiro dia. A partir do segundo dia, íamos as três de bolsinha na mão, aquela coisa toda iam para as e uniformizada para a escola. Foi assim, quer dizer, e o o o fato traumático foi essa, <laughs> em questão da escola.
qual o nome das suas irmãs que

E dos outros irmãos? Os outros dés

o mais é o mais novo. Mas o dois faleceram, né? minha irmã de câncer de mama e e o meu irmão de derrame cerebral, né? E
E eu sou a mais velha. Tá. além da escola, que mais que você fazia em Jaú naquela época?
Na escola, bom, aí a gente fazia, quer dizer, éh como era costume mesmo. Íamos para a catequese, éh tinha um cinema. interessan o int o legal da da das aulas de catecismo é que eram concluídas com uma sessão de cinema que o padre tinha um projetor lá e arrumava filmes de aventura, filmes de... Assim, não era filme religioso, não. Porque eu O interessante que nós tínhamos... Mas aí a gente tinha que frequentar as aulas de catecismo e... ganhavam os po pontos, Então, os mais frequentes tínhamos o direito à à à à sessão de cinema. Uhum. Então, a gente adorava <laughs> ir para depo ir à missa. Da missa, a gente ia para a aula de catecismo e na aula de catec de catecismo para o cinema, que era nos fundos da casa paroquial. Então, todo mundo ficava em pé, sentado no chão mesmo, e o pa e o padre Serra, era o nome dele, né, né, éh projetava o filme, e quando faltava dez minutos para a missa das dez, né, se alguém não tinha ido à missa, ele interrompia, quem não foi à missa das Está na hora! <laughs>
Dez da manhã ou da noite?
manhã, né? Do domingo. Uhum. Né? Então, mas aí nós íamos à missa das oito e meia, né, oito horas, oito e meia, não lembro bem, e dali íamos à aula de catiqui de catecismo e da aula de catecismo para o cinema, Filmes, éh eu me lembro a, éh um tal de Fu Manchu, um filme antigo, né, é de aventura, é o que eu guardei. Tinha éh Bang Bang, tinha filmes românticos. padre tinha uma seleção de filmes legal. não ouvi falar em nenhum outro lugar no mundo de um padre que fizesse isso, projetasse filme para as crianças. Mas isso não sendo o suficiente, o cinem o cinema é uma coisa muito marcante. Na minha vida, adoro o cinema. E ele éh Depois, íamos para a casa ajudar minha mãe fazer almoço, arrumar, a lavar a louça, e íamos para os para o cinema Vespertino, que se chamava Matinê, mas era a tarde. Tá. Então, íamos lá, era a pipoca, o sorvete, fazia a parte e o cinema, as três, né, porque o meu irmão era mais novinho. E então, nós três íamos toda na todo domingo à tarde à ma à à sessão de cinema. Aí então a dupla, né, a sessão de cinema. E a gente era o divertimento preferido Adorava ir ao cinema. Ia o meu pai tinha os tostõezinhos dele para, né, nos ia nos mandar para o cinema e comprar um saquinho de pipoca na entrada e um sorvete na saída. Uma sorveteria famosa que tinha em frente a uma praça, que até hoje existe. Hoje já está em outro local, mas era éh até meu irmão me mandou ontem um um artigo, uma crônica de jornal da cidade, que achei sup... foi uma coisa até... até se eu soubesse disso, que o Bruno falou depois, eu poderia ter trazido uma coisa legal, né? E que eu participei daquilo, né? A crônica de falando... o que é que você fe ahn Compraram tal coisa de tal lugar, foram ao cinema do Padre Serra, foram isso, aquilo, foram aquilo. Então, conforme o as experiências de vida, você tem e tal você, você tem quarenta, você passou dos sessenta, você mais ou me isso <laughs> Pelas experiências aí. crônica é muito interessante, que meu irmão me mandou ontem, né, na ce recebi. e até quero dar para o Bruno ler, que é muito interessante.

Falei, ah, sou vivida, né? <laughs> E então o é a gente E o cinema foi o nossa principal diversão até depois, mesmo saindo, indo para rua, para para as aí já na época de m adolescente, você já éh de já no ginásio e as paqueras, que hoje já não é esse o nome mais e nem naquele tempo, né? Os Como é que era? É. Ah, começava com os olha troca de olhares entre meninas e meninos. Tinha o footing, sabe? falar de footing? Vocês ouviram falar? Vocês são muito jovens de Não, mas conta para gente. era o seguinte, né? A gente éh... Lá era uhn um tanto quanto humilhante para a mulher, porque, em geral, nas cidades do interior, Existem a é em torno da do coreto, da praça... coreto vocês já ouviram falar que é isso, né? Onde toca uma banda de vez em quando, né? Então, é em sentido contrário, assim é os meninos e meninos meninas rodam e, para se conhecer, se olhar, trocar o olhar, dali saíam os namoros, né? <laughs> Era um negócio legal, né? Uhum. Que, então Mas só que, em Jaú, como o coreto ficava no ja... Lá tinha jardim de cima e jardim de baixo. O Jardim de Cima, é em frente à Igreja Matriz. Que, quando eu era bem pequena, eu ia ao cinema, quando eu falei do meu cinema de infância, depois da do cinema da da catequese, o cinema à tarde, éh o Jardim de Cima, chamado... tinha o éh outro nome, Praça João Ribeiro de Barros, que foi o primeiro aviador a atravessar o Atlântico não sei não devem nem saber disso, mas já essa é uma história de Jaú, né, que o primeiro que atravessou o Atlântico Sul. Então, essa praça tem o nome dele, Praça João Ribeiro de Comandante João Ribeiro de Barros. Tem até rodovia com este nome lá. então nós e ela, como a a cidade é em declive, né, ela tem um declive acentuado, a igreja matriz, parece uma catedral, fica e está para parece que vai ser diocese agora, ela vai ser catedral. Depois de anos e anos... Uma escadaria enorme para chegar na igreja. Tinha uma a escad éh a praça era nivelada, então, a parte de baixo tinha uma escadaria enorme que nós adorávamos subir e descer correndo e ir para a para a para a sorveteria. E na rua do lado era o cinema. éh com o centenário da cidade, eles aterraram essa praça. Então, não tinha nem coreto mais. Aí o o o coreto ficava na no jardim de baixo, que ficava umas quatro, cinco quadras. Mas a sorveteria Pereira, que era o nome mesmo, ficava éh em frente a essa praça que foi descaracterizada. Fizeram um monumento para o tal para o João Ribeiro de Barros lá, né, mas ela f foi podia ter feito sem ter des descaracterizado a praça, Todo mun na na as pessoas não foram consultadas e não gostaram, né? A população não gostou. eu gostei, como criança, não gostava. Então nós éh fica éh aí não tinha mais no não sei porque o pessoal não gostava de ir lá para a para o Jardim de Baixo, que se chamava Praça da República. E, nesse jardim assim de cima, né, nós ficávamos é... Os rapazes ficavam, né, de é... A rua era interrompida, o trânsito... Ficavam todos parados ali em frente. Era um negócio ridículo. <laughs> E as meninas, né, em frente à sorveteria, iam e voltavam de um quarterã de uma esquina à outra. era o footing. E dali saíam os namoros.
Continuando, éh você estava contando do footing, né isso? É. a partir daí, éh co se iniciou algum namoro, alguma paquera? Ah,
Todas as meninas daquela época tinham sua história e eu também, né? Uhum. É. que eu era muito tímida, né? Na Eu era extremamente insegura, tímida, e então... Me escondia <laughs> até as menina a meninada a as amigas, ó, do fulano está olhando para você, né? Aham. eu, assim, muito, muito, muito, muito tímida, me escondia atrás das outras, né? as minhas irmãs já eram mais desembaraçadas, né? Mas tinha, rolava de vez em quando algum... Alguma conversa, às vezes, que para eu v éh namorar, namorar mesmo. Eu fui e eu lembro que eu até o eu tinha um um paquera que durou três anos, é aí, o dia que ele quis me namorar, eu falei assim, não, você não acha que você está três anos atrasado, não? <laughs> Dos quinze anos Você está três anos atrasada. Atrasado agora eu não quero, né? <laughs>

Tinha os bailes, porque hoje você hoje é a história de vocês é completamente diferente da minha, né, que tenho sessenta e quatro anos, né, então o, nós íamos para os bailes, né, éh comemorativos disso, daquilo Baile Junino fa Caipira era Baile Sempre tinha um baile e a gente ia para Pederneiras. lá em Jaú também tinha, mas eu preferia os de Pederneiras. Tanto que quando eu falo... Por quê? É? Por Por quê? É. me senti... Não sei por quê, <laughs> eu me sentia muito mais desembaraçada em Pederneiras. eu achava que os meninos em Jaú me esnobavam. <laughs> os de Pederneiras, não. Então aí lá se dançava, né, a gente ia algu rolava alguma paquera, início de namoro, que depois não continuava, eram essas coisas todas. Em Pederneiras. Mas em Jaú, não. Jaú Eu era muito. Eu era uma outra pessoa. Uhum. E Tanto que eu gostava muito mais de ir para Pederneiras e até hoje eu tenho um... Sabe aquele lugar especial na memória? Pederneiras. uma cidade que deve ter hoje uns quarenta mil habitantes, por aí, cinquenta mil. fica a meio caminho entre Jaú e Bauru. Uhum. E Mas, naquele tempo, era pequenininha, tinha vinte mil habitantes, mas a gente se sentia... vinte e trinta, sei lá. A gente se sentia muito à vontade em éh na minha Tanto na minha avó, que ela bo punha a gente à vontade, aí era as primas se reuniam para ir ao baile, era aquela festa de fazer se arrumar para o baile, ir para o baile voltar e Íamos a pé, que o clube era perto, aquela coisa toda. Então, lá era a a minha lembrança mais feliz dias e adolescência e início de juventude, foi lá, Pederneiras. não. Jaú a é Eu não gosto de Jaú. Eu falo a minha irmã. Meu irmão não. Meu irmão compreende isso. Mas e sobrinhos e não entendem e falam... Por que, tia, você não gosta de Jaú? Eu não gosto porque eu me sentia preterida, eu me sentia éh menosprezada. eu tinha uma, duas primas que colaboraram muito com isso, né? Elas diziam que eu estragava a fotografia porque eu não era fotogênica. Então, éh uma outra menina lá me chamava de feiura, me cha me me dizia que eu era muito feia. É era desengonçada. Não, na verdade, eu era uma menina normal. Nem bonita, nem feia. Normal, né? E bo botaram na minha cabeça que eu era muito feia <laughs> Minha prima, porque eu estragava as fotografias, e aí uma uma menina que a minha avó adotou, assumiu a guarda, sei lá, começou a me chamar de feiura porque percebeu que aquilo me pegava, né? feiura, você vai fazer isso ou aquilo? feiura. essas coisas marcaram muito tristemente a minha adolescência em Jaú, né? Uhum. Muito então Por isso que eu nem reparava se tinha algum menino olhava em mim. Imagina se alguém ia olhar para mim, eu era muito feia. <laughs> saía, sim, eu ia para o cinema, ia para baile, mas Quando algum garoto se aproximava, eu tinha eu me trancava em copas. Depois eu que fiquei sabendo de garotos que se interessavam por mim, mas eu nem percebia.
depois desse namoro do quinze

Isso, depois

e aí e aí depois disso, em Jaú, não. Quando eu entrei na faculdade, tá, quer dizer, Aí, quer dizer, não, ele era de Jaú, sim. Primeiro namorado meu foi quando eu tive, quando eu entrei na faculdade e era um rapaz de Jaú que ia fazer Direito e até que há pretexto de saber como é que é. Ele fez depois de mim, ele entrou um ano depois de mim. Ele era um ano mais novo. Ele, então... Aí, eu dei todas as dicas de do vestibular, até emprestei material todo para vestibular para ele, né? Acabamos namorando. Né? Qual o nome dele?

A minha avó ficou... E a minha avó atra a até hoje, eu acho que ela atrapalhou esse namoro, porque ela adorava <laughs> se meter na história dos neto das neta.

Dizia que nós tínhamos que ajudar meu pai, porque meu pai isso aquilo e... Se a gente fazia uma roupa que a a minha mãe tinha uma costureira que ia em casa, costurava para todos nós, cobrava baratíssimo. Ela ficava uma semana em casa costurando para todo mundo, né? E a gente éh... Quando... A nós não tínhamos televisão, minha avó tinha. Então, a gente ia ver televisão na casa. Minha avó levava uma ro, porque a costureira fazia a roupa, e a gente fazia bainha, pregava botão, essas coisas. Então, a gente ia lá por uma sacolinha. Minha avó morava a uma quadra da nossa casa.

Outro vestido? <laughs> Caro, custou caro, e eu era muito danada nesse ponto. Eu a triplicava o preço do ves <laughs> só para atazanar a minha avó, né? <laughs> E Imagine eu fazer seu pai gastar isso? Mas foi Ele deu o dinheiro, comprei o tecido e a costureira é barata, que a senhora sabe. nada, né, porque o vestido era barato, mas eu fazia questão de atazanar essa minha avó. Coitada dela, ela só foi de melhorar comigo quando ela já estava bem idosa, mas e enquanto eu era adolescente, jovem, eu briguei muito com ela, porque ela interferia demais e eu não engolia. Foi uma relação difícil com ela, porque ela interferia demais e eu n devolvia. Meu marido diz hoje que que começou cedo, então, porque eu não não não deixo para para depois eu falo o que eu é que eu sinto. Né? E a minha avó foi um, assim sabe, ela chegava na Natal, era a gente não gostava de passar o Natal lá porque controlava, mandava a gente ir embora, não podia ficar perto dos adultos, tinha que isso e aquilo. éh éh eu acho que esse namoro a minha avó atrapalhou, porque ela soube que eu estava namorando quando ela soube o nome do rapaz, que era o nome do meu avô.

<laughs> Falei, ah, por que que eu fui falar? Por quê? Eu só sei que dias depois o rapaz voltou dizendo, fa num num dos encontros, que ele não tinha condições de se casar antes de dois anos. faziam poucos meses de namoro, eu nem estava pensando em casar nem nada <laughs> E por isso que eu eu é uma desconfiança que eu nunca, éh uma suspeita que eu nunca éh pude apurar, né, se tinha alguma verdade nisso, mas eu tenho a impressão que porque ela fez isso com outros namorados meus, ou paqueras. Dizia, assim, que eu era estudiosa, tinha que ajudar e para comigo tinha um namoro, tinha que <laughs> ser sério. Falava para os rapazes isso, né? Ela fez isso duas, três vezes comigo, então de deve ter feito com esse também. Então, foi isso, minha história em Jaú, aí depois eu comecei a estudar em Bauru, lá éh é Mas eu ia e voltava, né? Concluí a faculdade do jeito que eu falei, né? as duras penas, aí vim para São Paulo para dar aula na Vila Antonieta, não sei se vocês ouviram falar em alguma vez nesse bairro, lá na zona leste. perto, para lá da Vila Formosa. falar em Vila Formosa, pelo menos. Sim, sim. Então, eu passava... Então, eu dei aula durante uns três anos. Uhum. É, é Até terminar o... Não, três não. Três... Não. Dois anos. Um ano e pouco, porque eu terminei Serviço Social, né? Prestei concurso em seguida e deixei o magistério, né? E aí, eu fui para São José dos Campos, porque foi lá que eu fui trabalhar, que tinha que a Secretaria da, então, Promoção Social, criada pelo Governo do Estado, criou de de regionais em todo lá, regionalizou o Estado, dividiu o Estado em regiões, e cada uma tinha uma região de uma área de política pública. era promoção social, hoje é assistência social. É Saúde, educação por aí afora, né?
em São José, a senhora ficou quanto tempo? Em São José, eu estou até hoje, né? Fiz
Continua lá, então? Continua até lá, porque eu conheci meu marido lá, né? Ah

E eu éh f éh fiquei trabalhando na na re nessa divisão regional até que fui nomeada diretora. Fui diretora regional durante bastante tempo. Aí, quando foi o governo Maluf, exonerou porque tinha que colocar quem votou nele para ser governador, né, porque o eleição indireta, aquela coisa, antes da na do tempo da ditadura, né? Uhum. E Então, aí eu trabalhei um tempo em São Paulo, um ano em São Paulo ainda. Eu tive que vir para cá, me mandaram para cá, me ahn me transferiram compulsoriamente para cá, porque eu era também atrevida o suficiente para dizer que eu não gostava do Maluf mesmo. E o o tinha um senhor, que era chefe da Defesa Civil e de um escritório regional de planejamento, que queria me levar lá para assessorá-lo. que o aqui eles seguraram o meu processo de comissionamento o quanto puderam. Então, eu fiquei viajando um ano e aí eu estava grávida já tinha casado, na grávida do meu primeiro filho, que eu acho que eu perdi por isso. eu foi ahn fiquei em São José dos Campos, fui para lá para trabalhar. ante aí eu fui chamada para exercer um cargo aqui em São Paulo. Foi coisa essa é é um pedaço interessante, né, porque um cargo de coordenadora estadual de desenvolvimento comunitário. E f do governo Maluf, isso foi. hum hum aí a uma amiga nossa, minha amiga até hoje, ela estava ao contrário, indo de S São Paulo para São José dos Campos, porque ela ia se casar e morar lá. O noivo era de lá, então ela conseguiu uma transferência. Ela morava lá Família dela morava lá. E eu brinquei com ela e eu estava saindo para exercer esse cargo em São Paulo. Ainda falei com ela, ô ô, Neuza, vai ver que comigo vai acontecer a mesma coisa. Você sabe quando você sai da sua boca s de brincadeira? E aconteceu. Exatamente isso. Nas minhas idas éh para São José dos Campos, que toda minha minhas amizades era lá. Eu ia muito para lá. Uhum. Eu conheci o meu marido, que tinha terminado a USP aqui, Física, aqui na na USP, aqui em São Paulo. Trabalhou uns dois anos numa fundação ligada à USP. Depois foi para lá para trabalhar no cê tê a, que é o Centro Técnico Aeroespacial, que lá tem dois institutos de pesquisa, que são de...

Referência mesmo no Brasil inteiro e internacional também. E meu marido trabalhava, foi para tra para lá para trabalhar no cê tê a e e tinha uma amiga que cismou da cabeça dela, ela namorava um um amigo do meu marido, no que moravam ambos no mesmo prédio. E ela cismou que iria apresentar o meu marido para mim. Ele falou, ah, essas coisas não se fazem. Porque um dia <laughs> não dá certo e a gente é que botou esses dois em contato. O marido o ele era namorado dela. <coughs> Então ela ela queria apresentar e não não apresentou porque o noivo o namorado depois noivo e cas o marido dela, não recomendou que ela não apresentasse. Mas o acaso fez com que nos conhecêssemos. Ele ia mudar, né, de de apartamento, tinha comprado apartamento, e eu ti eu ia todo final de semana para lá. Eu tava trabalhando em São Paulo, nesse ano que eu vim exercer um cargo aqui. ia todo final de semana, porque minhas referências de amizade e tudo era em São José dos Campos. éh ra às vezes, ficava aqui em São Paulo. Quando o pessoal de São Paulo, de São José, vinha para cá, e ficava aqui. E então, éh o namorado dessa minha amiga ia se mudar no apartamento que ele comprou.

E ela aí tudo bem falou assim, não, muito obrigada, você está cansada, fica aí dormindo. <laughs> E eu cheguei do na casa do, no apartamento desse amigo, estava o meu marido lá, m meu futuro marido, ajudando a mudança, quer dizer, nessa ajudar a mudança do d desse amigo, acabamos nos conhecendo e começamos a namorar e um ano de um ano depois casamos. Mesmo?
O nome do seu marido?

E ele trabalhou no trabalhava no cê tê a, mas dois anos, três anos depois, ele passou para o Instituto de Pesquisas Espaciais, que ele está onde ele trabalha até hoje. Que ele Eu já me aposentei, mas ele não, porque ele começou mais tarde, né? Terminou faculdade, vai começar, e homem se aposenta mais tarde, né? Aham. Então, ele está lá ainda no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais.
E esses anos em São José dos Campos, ou seja, casada, na secretaria, como é que foram?

voltei para lá, né, é, depois desse ano que eu exerci o cargo de secr a coordenadora estadual de desenvolvimento comunitário, ligada ao secretário, né, não era ligada ao governador, era ao secretário. E aí eu voltei, já era no fim do governo, logo Maluf sumiu.

e E começou o governo Maluf, que foi uma perseguição para todo mundo. já fui... Eu era perseguida lá, porque eu não tinha papas na língua, porque eu não gostava dele mesmo. E cara que éh... Corrupto mesmo, e foi a vida inteira, fez um governo horrível.

Você, que não tem papas na língua, se prejudica, porque você devia ficar quieta. Porque um tem uma pessoa que você considera muito, que disse que você é mal vista pelo governo Maluf. Falei, ah, é? Me diz, me dá uma declaração por escrito que eu vou pôr no meu currículo. <laughs> mal vista pelo pe pelo governo Maluf é para mim uma honra, né? aí eu fiquei, mas eu fui perseguida durante uns dois anos pelo que eles não transferiam para uma outra secretaria. tive que ficar viajando, foi aí que eu eu já tinha casado, que eu engravidei do primeiro filho, perdi, e e até que o que esse mesmo senhor me levou para falar com um deputado federal que tinha influência sobre o Maluf. para que ele é eu conseguisse a minha transferência lá para São José, para trabalhar com ele, comissionado no outro serviço, Defesa Civil, e assim não ficaria ali na promoção social de onde eu era. E Mas eles éh enrolaram uns dois anos esse meu processo, e nessa vez, é ele que, como estava enrolando, ele quis que me me levou para falar com essa... Falei, eu não gosto de influência de deputado. E falou, não, você vai falar comigo, vamos tentar. Uhum. Quando chegamos para falar com esse deputado, ele falou ele vira assim, deputado federal. mas muito amigo do Maluf, né, é vai conseguir, porque ele é amigo do Maluf. ch eu chego no no no no gabinete do, aí nó no nó mas nós fomos falar não com o Maluf, pelo amor de Deus, fomos falar com o secretário, né? Acho que eu teria asco se eu fosse falar com ele. Que, né? É a éh Fomos falar com o secretário e com esse deputado federal. Aliás, antes, não, não, minto, o deputado federal não entrou na história. Os Fomos falar com o deputado federal, que tinha escritório em São José dos Campos, e o senhor falou, esse senhor que queria que eu trabalhasse com ele.

Porque está fazendo falta uma pessoa que me assessore, assim, assado, né? ela trabalha muito bem, deputado que tem os seus préstimos para convencer o secretário a assinar a a comissionamento dela, aí vira o deputado. Eu gostaria que ela trabalhasse para nó cono conosco. não, mas trabalha muito bem. Falei eu não estou me referindo a isso, para um carioca lá metido a besta. Estou me fe trabalhar mesmo, politicamente, para nós. Falei, o que? Muito obrigada pela sua atenção. Que isso? O outro fala, não. Muito obrigada, deputado, pela sua atenção. levantei e saí. Ele teve que me acompanhar. Eu ia trabalhar politicamente para ele. nunca, né, que eu ia <laughs> trabalhar para um cara safado daquele. daí o f f, acabei ficando tendo que viajar mais um tempo, até que o chefe da casa militar, né, do governador, que precisava me que é a quem estava afeta à ca à defesa civil, é que foi falar com o governador. Porque daí foi o li foi pré. E, aí, liberaram meu, finalmente, o meu afastamento.

Me aposentei e fui para a secretaria, onde ainda fui chamada para ser secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Uhum. Por dois anos e meio eu fui secretária Municipal de Desenvolvimento Social. foi um trabalho muito bom, gratificante, que deu para fazer um trabalho na cidade muito legal, né. E terminou o governo, claro, eu era cargo de confiança. Saí e passei a trabalhar voluntariamente, né, como assistente social. pa participava de movimentos pela assistência social como política pública, porque não era, porque é filantropia. Assistência social era considerada, até outro dia, filantropia. E nós entendemos assistência sociais que ela é uma política pública e a Constituição de oitenta e oito considerou. política pública. Então, nós lutamos pela aprovação da lei que regulamenta a assistência social como política pública. participei dessa luta no Vale do Paraíba inteiro, com outras, fu fu bo constituindo um fórum de des de trabalhadores sociais pela assistência social com política pública. foi uns dois anos até que ela foi aprovada e eu voltei e eu já tinha voltado para a divisão regional. e a divisão já estava engajada nesse movimento, e por isso que eu fui depois para a prefeitura, né, e continuei participando de movimentos, Eu participo ainda de um fórum de assistência social. Uhum. Porque lá a prefeitura não considera assistência social éh conforme, bom na minha opinião, né, porque isso é uma opinião pessoal, éh eu vejo que a prefeitura não considera de fato assistência social como deveria considerar. E então, eu faço um trabalho voluntário numa comunidade carente, né, numa favelinha. Em São José. Em São José dos Campos, né, no Eu co coordeno um grupo de mulheres para... trabalhar segundo os princípios da assistência social com política pública, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nós implantamos lá uma uma um grupo de terapia comunitária, uma médica que da faz parte do projeto. coordeno esse grupo de mulheres que faz éh discussões sobre seus direitos sociais, éh que tem essa a a a parte produ éh recreativa e de produç de inserção produtiva. confeccionam éh confeccionaram colchas, hoje confeccionam calendários, né, de tecido com temas poéticos, porque o nosso projeto está ligado a um outro projeto que é financiado pelo Instituto em desenvolvimento social, que trabalha com crianças, com o projeto Prazer em Ler. As crianças fazem a parte de de éh... participam de oficinas literárias, né, tem uma biblioteca comunitária, rádio comunitária, financiada pelo Instituto cê e a, e eu faço trabalho com as famílias, através das mulheres, que são mães, tias, avós dessas crianças. E eu e eu agora eu estou um pouco afastada, porque eu estou aqui em São mais aqui em São Paulo do que lá. Tá.
é isso. E por que mais em São Paulo, no momento? Ah
No momento, por exemplo, nós re resolvemos uns problemas aí éh aqui.

aí acaba, né? É.

Não, tenho uma filha, né?

Ah, se ela sabe disso. Ah, se ela sabe disso. Ela vai vai saber. <laughs> Ela vai saber. Que nada.

Sério?

sou, assim, naquela curva de maternidade, éh de que começa dos dezesseis aos quarenta, né, que as mulheres são mães, ao ao quarenta já não tem, a maior parte das mã, hoje ainda tem mãe tardia, mas Eu queria ter um segundo filho, mas, éh como pela idade, eu não tinha, até que um dia, sem sem perceber, éh sem imaginar, achei que eu já estava entrando em menopausa e me vi grávida. <laughs> Fui à ginecologista, falei assim, ah, está acontecendo, não sei, acho que eu devo estar entrando em menopausa. Ela me examinou, você está grávida. Eu falei, você está louca. Ah. fui fazer o o famoso teste, né? O cê gê, grávida. Foi uma é Aí foi assim, aquela sensação de ir presente que eu recebi.
Sem dúvida, e foi uma gravidez normal?
Foi uma, eu tinha hipertensão arterial, tinha uma arritmia cardíaca, porque com essa idade a gente tem alguns problemas, né?

Está no segundo ano de Psicologia,

Vocês acho que não conheceram mais alguém aqui conhece

Ela leva a vida na le tranquila.

agitado, né? Preocupado com as coisas e e éh tem, assim, essa preocupação em fazer O museu ele ainda não está... ele está com problema de su de estupe de som, não tem a vindo atrasado, né? Mas ele trabalha até muito além, mas não tem pressa para ir embora. Uhum. Está tratando, graças a Deus já está resolvendo, até a gente está está está resolvendo tudo isso, né? Claro. Nem sei se se ele gostaria que eu falasse isso, acho que não. <laughs> Se não gostar, vocês apaguem. <laughs>
Não se preocupa. Ahn
Mas ele mas ele está bem, graças a Deus, né? Ele ele éh teve esse distúrbio do sono e está tratando e já está resolvendo. Que bom, que bom. E a e

Ele leva as coisas a sério, ele gosta aqui do museu, ele adora o museu, né? <laughs> E mas o o e tal é Tanto que ele se ele tem um pouco de problema para cortar, ele não tem problema para ir embora.

<laughs> Mas ele gosta muito daqui.

E ela está doidinha para voltar para cá, né, para para voltar não, para vir para São Paulo. Porque tem umas matérias no terceiro ano que não tem lá na, na, na grade curricular da USP de Ribeirão.

Então, há pretexto de fazer a a frequentar, sem... ela pode só, ela pode... não é trancar, ela pode fazer como optativa, se não me engano, na USP, que as éh quatro ou ci, três, quatro disciplinas, e ela quer também cursar op como optativa algumas disciplinas de cinema. Então, ela está, assim, com... na dúvida. Mas ela é tranquila, né, né, na Com ela não tem tempo quente.

E e ela é ela é empenhada também, porque ela vai bem na faculdade. passou direto do colegial para o no vestibular da Fu da Fuvest, direto. Mas porque ela é cabeça fresca. Não que ela seja uma super inteligência, não.

Puxou a mãe ou não?

o pai. Mesmo? E acho que ela puxou a avó dela, minha minha sogra. Minha sogra tinha um um um temperamento muito tranquilo. Uhum. é muito temperamento da avó, isso que é interessante. Ela não saiu ninguém na minha família. Não saiu o meu marido, que é esquentado, sabe aquelas pessoas meio esquentadas. É E nem a mim, que sou muito preocupada, nervosa, elétrica.

E e aí, é uma parte de avaliação. Éh Pensando na sua trajetória de vida, quais seriam as lições mais importantes que você teria para para deixar registrada aqui para a gente?
Bom, acho a trajetória de vida aqui a minha não foi não foi uma vida assim fácil, mas éh serviu para uma co para algo muito importante, que a vida vale mesmo a pena, apesar de tudo de todas as dificuldades que se enfrenta eu enfrentei muitas, como vocês ouviram, né? E então éh viram ou ainda estão vendo. Eu acho que vale a pena também a gente não ser an éh éh controlar a ansiedade. Essa é uma coisa que que a que eu nunca consegui controlar. Sou ansiosa, né? uma pessoa ansiosa, muito. Embora eu não tenha conseguido fazer o curso que eu quis fazer, eu mis eu consegui me realizar, né, em serviço social, porque eu tenho uma visão social assim de justiça social. Né? Então, eu acho interessante registrar que como, na minha trajetória de vida, uma das coisas que eu não busquei, porque foi éh essa profissão, mas ela veio como que por acaso, foi o que eu consegui fazer, mas ela me preencheu. Assim, me me deu grati me me senti gratificada, apesar de ser muito difícil, porque éh você lidar com a pobreza, éh você vai na contramão da história, porque a tendência é favorecer assim o poder e a riqueza, em todas as sociedades você vê isso. Então, eu tenho lutado na contramão da história, tenho vindo na contramão mesmo da história, e, apesar disso, eu acho éh importante ter éh éh, não por por opção, mas por oportunidade que me foi dada, acabar me engajando mesmo nesse tipo de vi de éh luta que é pela justiça social. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que marcou minha vida, e até porque eu tive uma vida mesmo difícil, não a ponto de precis de de de na... Claro que não difícil tão difícil quanto aqueles com para o para os para os quais eu quero justiça, né?
E, para a gente encerrar, éh como é que a senhora se sentiu ao dar esse depoimento?
eu acho que eu devo ter falado demais, porque eu falo muito, né? Mas eu me senti bem, porque a gente resgata muita coisa da da história da gente, né? de que esse éh tudo tudo que eu coloquei aqui éh está presente na minha memória, né? Provavelmente, alguns fatos de que eu não gostei eu devo ter apagado, não falei, não lembrei, né? Mas éh então isso é A importância disso é é poder registrar e resgatar uma história. que, para mim, tem sim, hoje, com essa idade, um significado, tem um sentido e eu quero por exemplo, meus meus filhos têm muito isso também. minha filha participa do comitê aí pela se não sei se cha comicês central dos estu estudantes contra a reforma uni universitária que o Fe que o Serra quer. No ela, quando pequenininha hum, disse que não queria hum hum a última coisa que ela queria saber era de política na vida. Hoje ela faz política estudantil.

Nós passamos, eu e meu marido, passamos isso para eles, com certeza, né? Então é aí é
Está certo. Foi ótimo o seu depoimento, queria agradecer a sua presença, tá?

Tem é

No trabalho vo né que eu falo eu faço em uma comunidade, não mas aí se quiser deixar para hum... Tem algumas histórias de vida interessantes, de pessoas assim das classes populares. Tem uma tem uma senhora negra que tem que é éh uma história que valeria a pena. Ela é tem segundo grau, mas não tem tem uma vida muito difícil, porque preconceito racial, o fato de ser mulher dé... Ela e ela é muito assim articulada para falar.
É uma ponte que a senhora pode fazer do trabalho lá, aqui, como ponte de cultura, com o museu.
Eu acho que seria uma coisa, uma história de vida interessante. É essa história. Aham. É essa a história.

Obrigada, viu? Nada. <laughs> Gravando. Hum

Sou assistente social. sou porque, embora já aposentada, eu continuo